Sou pintor de automóveis.
E me diz uma coisa, você lembra o nome dos seus pais, dos seus avós e o que eles faziam?

O do meu avô eu não me lembro não, eu lembro se eu olhar na na na, não me lembro, assim só olhando o documento mesmo né, porque porque pouco assim eu eu não convivi com meus avós né, então só me lembro quando eu olho mesmo no documentos lá o
E você lembra o que eles faziam de profissão? Seu pai, sua mãe, avós, alguém te contou?
A minha mãe a minha mãe ãh ela a minha mãe, em setenta e O meu pai ela era encarregado de uma firma, da se não me engano era da da Cozipa né, que ele era encarregado dessa firma. E na época eh ah a minha mãe ela cuidava da casa, foi uma época que nós tinha empregada que levava nós para a escola e buscava nós da escola né e. Então meu pai ele ele era encarregado e minha mãe trabalhava no lar. Depois minha mãe veio trabalhar como doméstica. Depois, quando o pai... Entro eh entra uh a questão quando quando meu pai separou da minha mãe. Por bebida, por outra mulher. Foi aí que aonde que pela primeira vez, assim, eu era eu tinha o que um uns onze anos na época, onze para doze anos, foi quando eu vi pela primeira vez o chão sobre os meus pés se abrir. Que aí nós fomos morar em Carapicuíba, foi em em setenta e sete, que nós fomos mudamos para Carapicuíba. E Carapicuíba não é o que é hoje. e sete, eh nós morava na Avenida Jorge Ribeiro de Lima, no Alto da Lapa né, um um lugar nobre né, um bairro nobre. Nós morava lá e foi quando eh nós mudamos para Carapicuíba. E essa época que nós fomos para Carapicuíba foi uma situação meia difícil. Difícil, por quê? Porque meu pai separou da minha mãe, era ele que arcava com todas as contas. De repente, minha mãe se viu sozinha com quatro filho com cinco filhos n[e, para dar de comer, dar de beber né e. O meu pai, por sua vez, ele não estava nem aí com com a história, sendo que, eh voltando um pouco antes, antes de nós mudar desse apartamento, eu tinha onze anos, eu me lembro, O dono do apartamento chegou para o meu pai e falou assim, uh o senhor não quer comprar esse apartamento né? Eu estou vendendo. E o dono da fi e o dono da firma que meu pai trabalhava na época foi até em casa. E como ele era encarregado da firma, eu me lembro né que ele falou assim, seu Manuel, eh o senhor trabalha tanto tempo comigo, vamos fazer assim, uh o o senhor tem tem tem muito tempo de casa comigo, eu vou te comprar esse apartamento e desconto no seu tempo de casa. E meu pai, não sei que cultura é essa, que ele falou que a casa dele era um chapéu na cabeça. Como pode, né? Uma pessoa falar que a casa dele é um chapéu na cabeça. Mal sabia que isso ia ia conseguir desen eh des des desencadear um... Como é que se diz eh? Me fugiu a palavra agora, né? Eh Um monte de problemas, não só para a esposa, como para os filhos. Que até hoje eu tento me recuperar e está difícil né.
Os seus irmãos, você é mais velho, mais novo, tem tem homens, tem mulheres? Como que é?
Eu sou, tem, somos quatro homens e uma mulher, eu sou mais novo.
E você lembra da sua infância, ou lá na Lapa, no Alto da Lapa, como é que era a rua para brincar? Vocês brincavam em casa? Ou depois em Carapicuíba, você lembra do que vocês brincavam? Como é que era?
Ah, na no Alto da Lapa era muito gostoso, era muito agradável, né? Até porque eu nasci, me criei e fui, né? ali na no no no no é no local ali né, então eh ali a gente brincava para caramba, aquelas brincadeiras de criança, pega-pega, esconde-esconde, aquelas brincadeiras né que criança, que que se brincava no nosso tempo né, no meu tempo que se brincava né. Então foi uma infância muito bacana quando quando meu pai e eh estava estava junto com a gente. Agora, quando ele foi embora, aí complicou, porque nós tinha, como como eu poderia dizer, uma vida de playboyzinho, porque os meus irmão tinha carro, nós ia de carro para a escola, qu quando não ia de carro, a empregada ia levar, eh ou a empregada ia buscar. E quando aconteceu isso, que nós fomos morar para Carapicuíba, que nós mudamos para Carapicuíba, então mudou totalmente, como se fosse da da da da da da água para o vinho não é, porque eu já tive já que de repente já não tinha Nós tinha mesada, já não tinha mais aquilo. Nós tinha que, eh de repente, você ser criado eh de repente com mimos, ser criado, é lógico, uma criança mimada uma criança que tem tudo, de repente você se vê sem nada. Você tem que aprender a se virar em terras desconhecida. Você tem que eh tentar eh aprender a conviver eh em lugar que você nunca teve. Aí foi onde que eu fui começar a fazer carretos, em feira, que eu nem sabia como fazia, mas tinha que ajudar a minha família, a minha mãe, a gente sobreviver. Apanhei muito na feira, porque eu era era eh tido, perdão da expressão, quando quando eu era garoto eu era bunda mole, porque, como se diz, você você foi criado num sistema, de repente você te abre as portas e fala, meu, voa, como? De repente eu não tinha asas para voar naquela situação que eu estava e nem e nem estava preparado né. E de repente, não culpa da minha mãe, que eu não culpo porque realmente a minha mãe, eu dou os parabéns para ela, é guerreira, ela não abandonou nenhum ponto os filhos. Minha mãe adoro ela de coração. Não que eu tenho raiva do meu pai. Espero que um dia eu tenha, que Deus me dê condições que eu tenha, se um dia ele precisar, eu ajudar ele. Mas uma magoinha eu tenho porque a gente poderia estar numa melhor. Embora estamos vivo, graças a Deus né, estamos vivo. Minha mãe ensinou todos nós a trabalhar. Ela ela ela nunca deixou que nós pegasse nada de ninguém. Ela sempre ensinou nós trabalhar. Se tem alguém que ela criou que faz alguma coisa errada, não foi ela que ensinou. Porque ela sempre foi ela ela sempre foi responsável e e teve muita categoria naquilo que ela ensinou, naquilo que ela fez na vida.
E quando vocês foram para Carapicuíba, com todas as dificuldades, você começou a trabalhar, você conseguiu fazer amigos, você conseguiu ainda brincar um pouco, voltou para a escola ou não, como que foi?
Sim, aí eu eu eu eu fiquei meio traumatizado por um tempo, né? Porque devido àquela situação, eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, né? Quer dizer, o meu irmão também, que porque minha mãe...

Toma uma aguinha. É. Claro.

Fica à vontade.
Obrigado. Porque Porque minha mãe teve dois casamentos e foi infeliz nos dois casamentos. O primeiro casamento, uh o espo o marido dela era era branco, né?

era branco. O segundo casamento foi meu pai que já era de cor negro, né? Era da cor da cor negra. Mas ela foi infeliz nos dois casamentos, tá? Os meus irmãos, sempre me dei muito bem com eles, né? São pessoas, é lógico, são meus irmãos, gosto muito deles, né? Eh Mesmo os meus irmãos, só por pai de mãe, são formidáveis, realmente são notas, né?

E assim, em Carapicuíba, eu tive... Eu tive uma infância assim meia, como se diz, uma infância normal, vamos dizer que normal, embora com problemas, que aí já era um ah, eu já eu já estava vivendo hum uma outra história da minha vida, uma história que eu estava conhecendo né, uma outra história da minha vida. E aí foi onde que realmente a gente morou, eu acho que foi sete anos em Carapicuíba. Aí depois nós voltamos, aí depois eu eu comecei, entrei em oficina em setenta e nove, foi em se ah em setenta e nove, começo de oitenta, né, setenta e nove, entrei em oficina na época que fazia, São Paulo fazia um frio tremendo, aquela época era aquele frio que criava gelinho até nos capim, né, e eu entrava às sete e meia da manhã, Eu tinha essa época, eu tinha o quê uns dezesseis, uns dezesseis anos, né? E quando eu comecei a aprender a pintura de automóveis, quer dizer, para mim nada era fácil porque quando eu comecei a aprender, então, o pessoal às vezes, eh quando eu chegava de manhã na oficina para, né? Chegava de manhã na oficina e falava, oh, pega esse taco aqui para lixar. Estava dentro e chega e tinha gelinho na água, né? Eu falei, mas eu vou enfiar a mão aqui? Não, não é para derramar água. Quero que você coloque a mão e pegue o taco. Porque eu vou lixar. Quando tirava que ele tirava o o taco da minha mão, meu dedo estava travado. <laughs> Meu dedo estava travado. Mas não Mas nem por isso eu tenho raiva. Porque é isso. Acho que ninguém passa... uma coisa se ele não tiver que passar. Se todo mundo, se tem que passar por aquilo, passa. Então, eu não condeno, não critico. Então, eu passei por isso. Por isso que hoje, eu acho que as pessoas que me rodeiam, que eu posso ajudar, realmente eu eu luto, se eu puder, eu luto para as pessoas não passar o que eu passei. Porque é muito ruim e o que você não quer de ruim para você, você não pode desejar para o seu próximo.
E você lembra, com quinze anos, como é que era? Você era cabeludo, não era? Você lembra como você se vestia na época? Os seus amigos, conhecidos?
É, com quinze anos, eh a gente usava aquela calça, digamos, apertada boca de sino. Sei. Né? Apertada ridícula, né? Por sinal. <laughs>
Década de setenta para né? Isso, isso, né.
Aquelas calça eh aper eh apertada, boca de sino, né? Eh Camisa para dentro da da da da calça, né? E meu cabelo não era não era aquele black enorme. Depois, com o tempo, ele foi ficando. <laughs> Né? Mas já era um black. Deixei ele eu deixei ele black power.
Né, na moda. É. Na moda.
Então, aí a gente frequentava eh salões aquela época né e. E nos anos oitenta também continuou né que. Que eu curtia funk, mas o funk de antigamente era... Não era isso que toca hoje, porque isso que toca hoje é uma vergonha. Era, era aquele Dennis Parker. Então então eram os cantores bem conceituados que realmente o funk dava para se ouvir. Que não é o funk que toca hoje. Então a gente curtia funk. Depois aí eu passei a curtir outros gêneros. Como hoje eu curto eme pê bê né? Como desde a da da da da minha adolescência eu sempre fui ligado à música. E e sempre gostei de eme E eu passo isso para o meu filho, eu passo isso ele gosta também de eme pê bê, ele ele curte muito. Então, quer dizer Uma coisa que eu acho muito assim gostoso, que veio da minha o que veio da minha adolescência, foi que eu me liguei música e eme pê bê, foi onde que foi me dando força né. Às vezes uma letra de uma de uma música, mas é uma coisa banal, uma letra de música, como é que pode né? Mas naquele tempo como vinha escrito, que antigamente vendia aqueles compactos, não é que vinha escrito, disco é cultura, né? Então antigamente vinha escrito e realmente fazia valer aquilo que estava escrito, porque era cultura. Porque hoje não pode escrever isso num disco, que realmente tem que processar a pessoa para escrever num disco de hoje, num num funk que a gente não se vê cultura nenhuma, eh assim, para quem ouve hoje, Não é que eu estou contestando não é que. Para quem ouve hoje essa as música de ho as música que tocam hoje, principalmente funk ou rap, que eles falam que dizem a realidade, eu não sei que realidade um drogado tem para dizer para você. No meu modo de pensar. O cara usa drogas para cantar um tipo de música que apologia às drogas, ãh ah ao governo, ah à polícia, a tudo. Então hoje eu vejo com clareza, e meu filho tem dezessete anos, ele vê com clareza que esse tipo de música, esse tipo de sociedade que está formando hoje, que para mim é antissocial, é imoral, tá para mim não leva a lugar nenhum. Porque se levasse a algum lugar, eles poderiam frequentar qualquer sociedade. Então, não frequentam. Não é verdade. Então, o meu jeito de ver, de pensar, eu acho que eh colocando assim em cultura musical, para mim, funk não não é cultura, nem rap não é cultura musical. Para mim, eu estou fora disso aí.
E nessa época que vocês frequentavam os salões, na sua adolescência, esse funk, que era o bom funk, original, eh vocês dançavam ou vocês iam só para paquerar? Como é que era naquela época?
Não, a gente ia para paquerar, dançava para caramba também, né? Eh Como também eu eu curti rock também, gostava, né? Titãs, nos anos oitenta, Titãs e eu ia eh eu eu ia num salão de baile chamado, nos anos oitenta, que tinha na Avenida da Mofra Regi, no alto da Lapa mesmo, ali perto de CEAGESP né? E ali E ali foi muito bom uma época da minha vida que eu passei, porque nós voltamos morar, eu aí eu já era já pintor de automóveis nessa época né, em oitenta e quatro, oitenta e três, oitenta e quatro, eu já era pintor. Porque até porque Até porque eu era ajudante, eu vi que eu estava me dando muito mal como ajudante, eu falei, ou eu aprendo ou eu vou comer capim aqui. E e eu tinha também do outro lado, eu tinha eu tinha, como se diz, do outro lado eu tinha ãh um motivo muito grande, né que era a minha mãe, para aprender alguma coisa, porque eu não queria ver ela sofrendo. Então tinha que aprender. Então foi a época que eu que eu que eu me tornei pintor de automóveis e já era um profissional, já era respeitado, um profissional respeitado né. E aí foi aonde que, é lógico, eu tive Tive carro na época. Cheguei a comprar meu carro eh. Morava no Alto da Lapa de aluguel. Né? Nós alugamos uma casa no Alto da Lapa. Eu já era já praticamente eh eh dono do meu nariz. Vivi eh Voltei a viver meu sonho de morar no lugar que eu mais adoro. E como é que se diz? Quando eu falo desse lugar que eu gosto, porque... Puta, dá para dar uma pausa, cara?

Então, vamos combinar. Não precisa eh. Então, retomando um pouquinho, eh você estava contando da do Alto da Lapa né, da da quando você retornou, que você conseguiu retornar, que você conquistou isso. E como é que era? Você disse que já era mais autônomo né, que você já era pintor mesmo. Sim, sim.

mesmo. Sim Então, eu já era mais dono do meu nariz, então a gente ia para bailes né, a gente ia para bailes. curti bailes e disputava namoradinhas, né? Porque era coisa da época, né? Ah, aquela menina lá, está vendo aquela menina lá? Ah, deixa que eu chego nela. Então era tipo, né? Era coisa da época. Tinha uns que que... Eu tinha um colega que o apelido dele era era terrível, né? O apelido dele era morangão, né? Ele Ele parecia muito com o Elvis Presley. <laughs> O apelido dele era morangão, né? E toda vez que nós ia para o... para esse raquete, a gente curtia, eh foi logo na época que aquele eh foi é que o que aquele grupo Camisa de Vênus estava fazendo sucesso. Né? E eu estava falando para ele, meu, você é louco, todo toda vez que você vem para cá, você precisa comprar uma outra camisa, ou sua mãe está cansada de pregar botões. Porque quando tocava, ele ajoelhava e rasgava os botões e fazia que estava tocando uma guitarra imaginária. É brincadeira. Eu cansei de falar com meu outro amigo meu, esse cara tem problema. Esse cara tem problema, é sério, entendeu? O amigo meu falou, ah, mas e mas ele é um retardado. Eu falei, não, retardado não pode ser, porque é uma coisa lenta que chega. Eu estou quase crendo que é um débil mental mesmo. <laughs> Porque, meu, ele chega todo final de semana com uma camisa e vrau rasga quando toca o rock. Ele ajoelha e faz que está tocando uma guitarra? Eu não consigo. <laughs> Então Então, é uma coisa que né é é uma É uma coisa assim que eh na época a gente olhava como como como como uma coisa idiota, mas você vê que fez parte daquilo que você viveu, você curtiu. Uma coisa ãh eh assim uma coisa que você curtiu, Eu tinha uma colega também, que ela gostava muito dos Bee Gees na época né, e gosta até hoje né. Gostava dos Bee Gees né. Aí teve uma época que eu estava na casa dela né, ela se chamava Maria de Fátima né. Teve um um dia que eu estava na casa dela, Não, eu estava não, eh corrigindo. Eu cheguei na casa dela né e ela estava muito, assim, sei lá, que ela tinha terminado com com o namoro que era que era um colega meu, né? Que, eu sei lá, eu acho que eu acho que um dos meus maiores erros é ficar indicando Alguém para quem? Não sei. Né porque às vezes a gente indica e não dá certo e depois, puxa, mas aquela pessoa que você me indicou, ela é tão bacana, aquela pessoa, sabe que né que? Então eu tinha indicado um amigo meu chamado Marcos né para ela. Ela né, eu falei, oh ele está afim de você, ele gosta de você, é um cara... É um cara trabalhador, é um cara bacana, é um cara honesto. E depois eh eu tive o desprazer de, quando eu cheguei na casa dela, ela falar que aquela aquela honestidade dele né tinha se acabado quando ela encontrou ele com outra no barzinho. E eu sabia. Eu falei, como eu sabia? Pelo amor de Deus, eu sabia? Sabia, pô. Tem coisa não, mas ele é seu amigo. Eu sei, mas não é tudo que é porque é meu amigo... Ele vai contar para mim não é tudo que eu conto para ele? Não, mas vo você é cúmplice. Eu falei, não, mas eu vi uma pessoa super bacana, né? Uma pessoa super maravilhosa. Hoje, é lógico, ela é casada. Ela estava relembrando também, né? Estava relembrando que ela viveu uma boa parte da minha adolescência também, né? Ela viveu uma uma boa parte da minha adolescência. E assim foi indo nos anos... Para mim para mim, ah a melhor época que eu vivi, a minha melhor época, foi os anos oitenta Foi os anos oitenta que eu vivi. Eu encarnei nos anos oitenta e vivi. Eu não passei Eu não passei batido nos anos Eu vivi os anos Entendeu? Eh eh eu tinha Eu tinha qualidade de vida. Eu tinha eh... Porque, às vezes, assim, que nem um dia eu falei para um para um colega meu, poxa, nos anos oitenta eu tinha qualidade de vida. Ele falou, meu, mas qualidade de vida, você... Eu falei, não, você não está entendendo o que eu estou falando. Qualidade de vida meu é uma coisa que você parece que está vivendo numa num mundo de de sonhos né. Tudo ali dá certo, tudo ali nada dá errado, tudo que você faz está bacana, está legal. Deu não é que nem hoje que eu luto para caramba, luto, luto, dá errado aqui, dá errado ali, mas também não não culpo.

Se se eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar.

Né? Estou com quarenta e três anos né. Dia oito de janeiro agora eu faço quarenta e quatro né. Mas es estamos vivendo a vida, estamos né eh levando a vida do jeito que Deus vai concedendo para a gente e vivendo ela né.
Você disse que gosta muito de música. Você consegue ouvir música ainda hoje, sei lá, no rádio, muito, algum lugar? Como é que você ouve aonde? Em casa, no trabalho?
Eu gosto de ouvir mais em casa, né? Eu gosto de ouvir mais em casa. Eu tenho Eu tenho uma tonelada de cê dês, eu tenho um monte de cê dês, porque, que nem eu curto Zizi Posse, Jani Duboc, eu curto Gonzaguinha, né? Eh Zé Ramalho, então eu curto, eh como se diz, eh Marina, Angela Ro Ro, para mim são os feras da eme pê bê entendeu? E curto também músicas internacionais, como como Bee Gees, como eh in the Fire, então eu tenho eu tenho uma uma coleção terrível de de cê dês, né? Então, quer dizer, música é uma coisa que eu não abro mão, tá? Tudo me tiraram na minha infância, tudo me mas a música ninguém conseguiu me me me tirar tá. Não sou cantor, eu gosto de ouvir uma boa música tá e eu viajo nas letras da música, viajo. Às vezes a pessoa fala, pô, mas ele parece que está... Eu estou porque às vezes tem música que faz você transportar, como aquela música do Guilherme Arantes, que eu me identifico muito com ela, meu mundo e nada mais. Quem conhece sabe do que eu estou falando.
Você disse que tem um filho. Você só tem um filho ou tem mais? E quantos anos ele tem?
Não, na verdade eu tenho dois. Ah tá. Né. Tem um que tem eh vinte e dois Tem um que tem vinte e dois anos. Esse eu aboli ele como filho. Porque ele não aprendeu. Ele foi criado com a mãe né. É lógico que ele eh morou um bom tempo comigo. depois quando ele atingiu os quatorze anos, só que eh eu tenho eu tenho um jeito de pensar, eu tenho um conceito de vida e não que eu critico, não que eu queira criticar ele, mas o que é errado é errado e acabou. Então eh ele ele ele se casou com uma menina E de repente ele espancava a garota, de repente ele batia, e eu sempre falei para ele, filho, o problema é o seguinte, não dá certo, você para, porque não se bate ninguém, tá? Mulher não é objeto, tá? Então, você está traindo a sua esposa, você é um canalha, porque se eu fosse mulher, fa faria se eu fosse mulher e se eu fosse a sua, você estava você estava no mato sem cachorro comigo. Porque o que você fizesse eu ia fazer o dobro. Ah, não, ah não mas eh ele chegou para mim. Não, mas ela tem que apanhar eu Ser homem é ser honesto. Ser homem é ter categoria. Ser homem não é achar que mulher é capaz, mulher não. Entendeu? Até porque mulher hoje faz mais que homem. Eu sei muito bem disso tá. Mulher é independente. E o homem que fala, eu amo eu

Como demonstrar isso? É que lugar de mulher lugar de mulher é pilotando fogão, lugar de mulher é pilotando máquina de lavar?

Não, acho que se os dois trabalham, que nem eu falei para o meu filho, se os dois trabalham, os dois têm que chegar, um, lavar roupa, o outro, lavar louça, porque se ama, tem que dividir, tem que dividir os problemas e dividir o lazer. Penso eu né. Porque, então, Se é amor, então não tem sacrifício. Porque como é que eu amo uma mulher, eu vou sacrificar ela?

Então, quer dizer, então eh que nem eu falei para ele, oh o problema é o seguinte, você está com a sua menina, você está com ela eh que eu já. Eu tenho um neto de dois anos e três meses, né? De dois anos e três meses, eu acho que por aí, né? Dois anos e três meses. Aí um dia a minha minha nora ligou para mim, Ela ligou para mim logo no começo, quando teve o quando teve o garoto, seis meses. Aí eu fui na casa dela, ela me abriu o armário e não tinha nada. Aí eu falei, tudo bem. Vou no mercado fazer uma compra. E o que que é esses hematomas? Ah não, foi uma briguinha que nós tivemos. Falei, vou te fazer essa compra para você. Falei para ela. Por Deus, por essa luz, vou te fazer essa compra para você. A próxima compra, eu não vou fazer. Ao menos que você dê parte dele. Ah mas ele é Você tem que dar parte dele. Se ele levantar a mão para você, eu quebro a eu quebro Eu dou a minha palavra de homem, que eu quebro a cara dele, mas você tem que Porque se ele não pagar, eu pago a pensão, mas com ele preso. Com ele solto, não. É injusto eu pagar uma coisa que ninguém me chamou lá na hora. Mas tudo bem, não estamos não estamos levando isso em consideração. Né? E não é essa a questão. A questão é que o garoto não pode passar nessa situação que está passando e você também não pode passar nessa situação que eu acho ridículo Uma mulher gostar de apanhar, isso é ridículo. Eu falei para ela. Tanto é que eu falei para ela, olha, eu sou homem, sou muito homem. Se eu fosse uma mulher, se um canalha desse, me desse um tapa, eu mostrava para ele como como é... Qual era o caminho da roça para ele, rapidinho né. Aí ela falou, não, eu vou ver se eu tomo uma providência. Apanhou de novo. Fui falar com ele e falou, a mulher é minha. O problema é meu. Falei, então, a partir de hoje... Você não é mais meu filho. A partir de hoje você já é maior de idade. Não me procura, não me liga, porque não vou atender nenhuma ligação sua. Você é maior de idade. Agora, que pena que você casou com uma trouxa. Porque o dia que a mulher te colocar na cadeia, nem lá eu vou te visitar.
E o outro filho quantos anos tem?

É um menino também?

E ele estuda, trabalha?
Estuda, es estuda no SESI da Imperatriz Leopoldina, né? Estuda no SESI, trabalha junto comigo. É um exemplo de pessoa. É um exemplo de pessoa, é um garoto que é trabalhador, é um garoto educado, é totalmente o controverso desse outro né. É totalmente, sabe? Eh eh Não dá para explicar, né? É um garoto super educado, é um garoto... Graças a Deus eu estou conseguindo, sabe? Que ele que ele tenha uma cultura bacana, né? Que ele tenha, sabe? Uma educação bacana. E ele se esforça para isso também. Então não é difícil, né? A gente fazer alguma coisa por ele. Não é difícil.
E você começou a trabalhar então, você disse, bem pequeno, né? Com dez anos, não é?

Por aí. Né foi quando meu pai largou da da da da minha mãe. Certo, e
E hoje você trabalha com pintura né de casa, mas aonde? É numa empresa, numa oficina? Como você chegou lá?
Eu sou um prestador de serviços hoje. Né? Eu sou um prestador de serviço. Até porque hoje, assim, quem quem me vê assim fala, poxa você parece ser tão calmo. Mas eh eu eu eh eu não sei por que se eu passei, se eu tive traumas na infância. É assim, graças a Deus, eu eu sou só eh assim meio, eh como se diz, nervoso, né? Às vezes eu estou fazendo trabalho, o cara começa a me acelerar, eu paro e falo, meu, pega e faz faz você. É errado isso. É errado, mas é uma coisa que eu não consigo me controlar. É uma coisa que vem espontânea, eu não consigo tá. Eu falo, não vou fazer, eu deixo. Eu falo, meu, então faz. Daí depois o cara fala, não, Carlos, faça favor, te conheço, você é boa pessoa. Não, vamos conversar. Aí nós Tanto é que tem tem até colega que fala, meu, esses dois parecem, não sei o que que parecem. Briga que nem cachorro e daqui a pouco, sabe... É tão, eu falei, você é louco, arrumar homem, rapaz você é doida. <laughs>
Mas resolve, né?
Resolve, resolve o problema, né?
Então você faz presta serviços temporários, assim, em vários lugares.
Isso, isso. Tá. Presto serviço temporário.
E o seu filho te ajuda? Vocês vão juntos, Me ajuda, eu pago o salário dele. Ah,
tá. Eu pago o salário dele.
E ele estuda a que horas? Como é que ele faz isso?

estuda à noite.

É perto da casa de vocês, não?
Não, agora, eh porque... Deixa eu eh retroceder um pouco, porque agora eu estou trabalhando no temporário, mas eh eh faz o quê? Um ano e meio que eu que eu estou trabalhando no temporário. Mas eu trabalhava de empregado também, né? Antes eu trabalhava de empregado. Então, eu trabalhava de empregado na rua Potsdam, ali no alto da Lapa. Então, a oficina tinha uma casa. Tinha uma casa lá dentro. E nessa casa eu morava e tomava de. Ah tá. Né? Quer dizer, no bairro que eu gosto, imagina. Porque eu não ia aceitar um convite desse, né? No bairro que eu mais gosto, né? Não vai pagar nada, vai ganhar, vai trabalhar né. Então, e foi uma época que quando ele começou, ele ele veio, ele ele ele começou ah ah a vir ficar comigo, né? Aí ele veio, aí no começo o pessoal não aceitava muito, porque ele tinha doze anos, para treze, não, não, ele é criança, eu falei, não, sou responsável por ele, pode deixar, sem problema nenhum. Aí eu fiquei muito alegre quando ele veio para morar comigo, que ele aceitou, nossa, eu fiquei eu fiquei parecendo que eu tinha ganhado na... Na Mega Sena, né? Porque quando ele veio morar comigo... <laughs> É uma coisa que eu fiquei muito alegre, né? E aí a gente se divertia muito, a gente saía eh... Tinha barzinhos ali que que É lugar nobre, é ambiente familiar. Se vê que não é, que nem um bar de periferia. Você vai levar um filho, Deus me livre. Eu nem levo. Eu nem frequento. Lá onde eu moro, lá hoje onde eu moro, infelizmente, na cidade de Tiradentes, eu fiz muito bem. Infelizmente, que eu não gosto. Faz onze anos que eu moro lá e não não consegui gostar. Onze anos, não gosta mais. Não adianta. Eu moro lá exclusivamente porque pela minha mãe. Porque minha mãe nunca teve uma casa. né nunca teve oportunidade hoje compramos lá um um apartamento porque eh eu caí lá também sem conhecer eu caí lá de besta depois que eu fui ver o que que era lá né entendeu então quer dizer mas daí meu filho ele veio morar comigo e aí eu comecei a ensinar para ele hoje ele é quase um profissional né mas é exatamente isso que eu quero para ele eu quero ver assim como eu coloquei um colega Um amigo que nós ajudamos, um tempo desse, que ele chama Alex, né? Que na época ele ele precisou, a gente deu uma mão para ele, graças a Deus. Um dia ele falou, meu, eu tenho que dar graças a Eu falei, não, dê graças a Deus, a gente é assim, não é não é pela gente, é por Deus, Deus que toca. Então se Deus escolhe a gente para ser assim, fazer o que? Não tem como a gente ser diferente, não é verdade? Então hoje esse Alex, ele ele ele é técnico de tintas automotivas, ele trabalha na E eu quero ver se eu coloco meu filho para ser técnico de tinta da jota bê também né.
E hoje em dia você gosta muito de ouvir música. Quando dá tempo, não está trabalhando, o que que você gosta de fazer também além de ouvir música? Você vai para o barzinho, continua indo com os amigos? Dá tempo, não dá? Como é hoje a sua cotidiana?
Olha, do lazer, o meu tempo está muito escasso. perante assim a distância né, o meu tempo, assim ãh a distância de onde eu moro para para para do trabalho para casa. Perdão. Eu O meu tempo está está muito curto. Então, o que que acontece? Eh assim Para mim, barzinho é difícil. Uma, que quando você vai em barzinho, eh eu gosto muito de, às vezes, de ir em barzinho de karaokê. Não canto nada, mas a gente, né? Já viu? Aquilo ali é para quem não canta mesmo. É
É. <laughs> É para brincar.
Ali é para brincar, para quem não canta nada, né? A gente eh Pega oitenta pontos e fica comemorando, nossa, <laughs> maravilha.
Uma noite de sucesso.
Até porque quando quando eu vou no barzinho, que a gente vai... O pessoal fala, meu, você canta bem. Mas não é, porque é treinamento, porque eu montei um karaoke em casa. O que que é montar um karaokê em casa? Eu eu montei no som. Então você se ouve. Esse é o problema. E você vê onde está a falha. Entendeu? Aí, de tanto você treinar, não que você canta bem. Você engana. Porque cantar bem você <laughs> não vai cantar nunca. E os vizinhos sofrem, viu? Viu? <laughs> Porque imagina você cantando e depois você fala, não vou cantar, vou deixar a fita tocar. Meu Deus do céu. Eu não queria ser vizinho meu. <laughs> Entendeu? Então, na minha hora de lazer, eu gosto muito, assim, de... Quando eu estou em casa, eu ligo o meu aparelho do karaokê Coloco, não cê dês de karaokê, assim, o cê dê normal, digamos, do Gonzaguinha, tiro a voz dele, fica né eu faço um sistema que que a voz dele quase desaparece, né entra a sua, fica a banda certinho, e gravo em na mesma qualidade de cê dê. Uhum. Né? E aí você se ouve, você vê as batida, pô, mas está está limpinho. Quem ouve, fala... Parece que convence, mas quem sabe fala, não, não, não grava cê dê não, que você vai, você não ganha nem para o sal
Bom, nós já estamos finalizando, queria saber se você quer contar mais alguma coisa que você lembra, gostaria de comentar ou de alguém.
Gostaria de comentar de alguém?
É, ou alguma coisa que você queira contar que nós não perguntamos. Não, acho que...
Está bom, acho que está bom está legal.
E como é que você se sentiu, contar sua história aqui para nós, como é que foi essa entrevista para você?
Olha, muito bom, não sabia que ia ficar tão descontraído assim, vocês estão de parabéns, poxa vida, muito obrigado, para mim realmente valeu a pena ter vindo aqui, não foi uma perda de tempo mesmo. Ganhei muito em estar aqui com vocês, de conhecer pessoas maravilhosas que nem vocês. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a sua presença, você ter vindo até aqui e compartilhar sua história de vida conosco. Muito obrigada.
Isso, eu também agradeço a vocês. E agradeço né a minha mãe, agradeço o meu filho, né e agradeço esse meu amigo que está aí fora, o Ender, né que eu sou padrinho dele, que eu quero, quando eu puder ajudar esse garoto, ele pode ter certeza que ele tem um amigo, um padrinho fiel para